Então, senhor, para começar, queria que o senhor falasse o seu nome completo...tosse) cidade onde você nasceu, o ano.
Desculpe já começar com a rouquidão, mas aqui em São Paulo a temperatura varia muito e a gente sofre muito com problema de garganta. Eu nasci num sábado de carnaval, incrível que pareça, dia seis de fevereiro mil novecentos e trinta e dois. Estou com setenta e cinco... Para o pobre, não foi infância fácil. Eu tive que batalhar bastante. Meu pai é operário, minha mãe é empregada doméstica. E nós tivemos, nós, meus irmãos também, né? Tivemos que buscar estudo através do, dos cursos ãh, do governo. Das escolas, eh... As escolas... do Governo, né? Tem, tem para a Prefeitura, Governo do Estado e tal, até chegar à Escola Técnica Federal, onde eu tive a oportunidade de fazer um curso, que naquele tempo a gente chamava de curso superior, curso técnico superior na Escola Técnica Federal. Lá eu conheci um grande irmão de samba, Porque foi, uh, um passo muito rápido. O deu muito isso a ele e ele me conduziu à coligação das escolas de samba de São Paulo, que foi fundada em mil novecentos e sessenta e cinco, no dia seis de setembro. Aí começa a trajetória da organização do Carnaval de São Paulo. Depois eu conto a vocês como é que foi...
E, uh quantos irmãos o senhor tinha?
Nós somos em... Seis irmãos

Seis irmãos Meu pai foi... Trabalhou durante alguns anos na, na indústria reunida Francisco Matarazzo, depois ele foi trabalhar na Ferrovia, na São Paulo, que era uma companhia de trem, né? Que fazia São Paulo, Santos. Aliás, morreu aci, acidentado num vagão de trem.

uns trinta anos atrás. os seus avós, seus tios, também eram daqui de São Paulo?ão, todos de Capivari.

Capivari é uma cidade vizinha de São Paulo, e, cuja, uma das propriedades lá, uma, uma, uma das chácaras, tem o nome de De Carvalho. Isso foi cedido, esse nome, porque, não sei se vocês, Lá no Maranhão, já, a, ãh, escravidão acabou antes da Lei Áurea. Então, o senhor dos escravos, vocês sabem que o escravo recebeu o nome do dono. Eh... O dono, chamava Carvalho. Então, quando ele veio para aqui, para Capivari, ele veio para São Paulo, ele trouxe os escravos. Gratidão que ele teve com os escravos, com os negros que trabalhavam com ele. Ele deu essa chácara. Se você for a Capivari, você vai encontrar lá uma chácara dos Carvalhos. Existe ainda lá em Capivari. muito conhecida. Cruza a, a estrada do açúcar, a, a rodovia do açúcar. do lado, lá. Eh, então, aí a minha, a, da, a origem, né? Vem desse povo. Bom, depois de moço, meu pai, moçinho, já veio, já veio para São Paulo. A família do meu pai e a família da minha mãe, ambos vieram para São Paulo. Eu nasci em São Paulo. O pai morou aqui muito tempo, mas muito tempo em São Paulo, morreu em São Paulo. Capivari mudou para São Paulo e morreu aqui nessa cidade Também de Capivari. Incrível que pareça. E casaram aqui em São Paulo. Coincidência. Seis filhos, todos bem criados, eu sou o mais velho deles, né? Eu tenho uma irmã que é professora, faz política. Eh, eu tenho um irmão que trabalha na, no hospital do servidor público, embora ele foi pugilista alguns anos, e aos vinte e dois anos, ele ficou cego lutando boxe. Perdeu a visão, mas trabalha tranquilamente, é um dos bons funcionários que o Hospital do Servidor Público tem aqui em São Paulo, lá na Vila Gomes. Se você for ali no hospital, procura,, não sei o quê, todo mundo conhece, ele realmente... Não dependeu de, de nenhum dos irmãos para sobreviver. Criou os filhos. Ele tem quatro filhos, bem criados, todos eles estudaram. Realmente é um, uma figura impressionante. Ele é exemplo de vida, o. A minha irmã, então, minhas irmãs, todas elas preparadíssimas, estudaram, estão trabalhando.

Sua, sua própria formação Casa Verde, Zona

né? Moramos lá.ossa deve ter sido... Muitos, muitos irmãos devem ter feito bastante bagunça., isso é natural da...
da juventude, né? Foi uma infância assim... de muita, ãh, muita atividade, assim, que, entre os, uh, ah, as crianças do bairro, né? Aquela, aquela brincadeira pura que não se faz mais hoje. Ba, barrelete, eh, peão, carrinho de, de rolemã, fu, futebol, aquelas de meia, de meia,

Bola de meia, isso é muito

É um bairro que, ainda tem ba, que tem bastante crianças. Casa Verde é um bairro que, tem muitas crianças ainda. Me parece que agora as crianças não têm, não têm tanta oportunidade como, nós tínhamos no, no passado. As crianças eram mais criativas. isso tudo. Os brinquedos a gente mesmo fazia, os carrinhos a gente mesmo, confe, confeccionava. Bem ah, artesanal. E hoje não, você compra tudo pronto, né? Aí já vem, com o advento do... Da computação, as crianças são voltadas para isso. Já não se brinca tanto como se brincava antigamente.
Já tinham as rodas de samba lá? Seus pais participavam? Gostavam?ão.

Interessante que meu pai e minha mãe não participavam. Mas a Casa Verde sempre, sempre foi um bairro onde surgiram muitos sambistas. Sempre foi um bairro que, que rendeu muito para o samba. Ainda hoje, a Casa Ver, a zona norte tem muitos sambistas. Muitos sambistas. Muitos, muitos, muitos.
Não, meu pai trabalhava, a minha mãe não. Cuidava da casa.h...

Muito tempo
Ela sempre nos olhou. A minha mãe criou, ah, ah, ah, além do, dos filhos, ela criou mais, mais oito crianças, para você ter uma ideia. Ah... A disposição que a minha, que a minha mãe teve quando jovem, ela faleceu com oitenta e um anos, mas ela criou oito crianças, fora os filhos. Interessante, como ela conseguia fazer isso? Ela ba, eh, batalhava, ela, mas não deixava faltar nada para as crianças. Hoje são moços, hein? Crianças que a minha mãe criou, ah, mas eu, ela, ela chamava de madrinha também, né? E ela... Os que estão por aí ainda se formaram, o está formado, a. Então tenho um, uma recordação muito boa da minha mãe. Nasce uma saudade imensa.

Mas é coisa de criança. É madrinha, titia assim. ela fazia comida para todo mundo?) Alimentava todo mundo, dava banho, comida. Cuidava das crianças.

Eles saíram, eles foram em, saíram de casa, saiu com dezoito anos...

Criou todos eles, até A gente estudava lá no bairro, né? A escola do, do governo do bairro, no grupo escolar.

E como que era? Você se lembra um pouquinho, assim, dá para contar um pouco de como era quando você estudava com seus irmãos, novinho?
Eu era mais velho, né? Os meus irmãos fizeram depois. Mas mais ou menos os professores, como tem até agora, no colégio você ia de manhã, ficava até às onze horas, depois voltava. Tinha escola, uma delas, que você ia na parte da tarde, ter re, recriação. Estudava matemática, geografia, história, uh, era normal, um curso primário normal.
como se tem até hoje. quando você foi para o... Quando você começou, assim, a gostar de ouvir samba?
Nessa época?ão? Foi bem depois. Foi, então, eu dizia a você que eu co, comecei quando eu fui para a Escola Técnica Federal de São Paulo, na na, se me lembro. Agora ela mudou lá para a ponte pequena, mas a Escola Técnica Federal funcionava ali durante muitos anos. Ali que eu co, que eu conheci o e ele me convidou. nós precisamos de uma pessoa para ajudar na coligação da em São Paulo, tal. Ah, eu falei que eu podia fazer, vamos lá. E, a partir daquilo, eu me entusiasmei, porque eu vi, vi o sacrifício que os sambistas faziam para co, conduzir uma escola, para fazer o Carnaval de São Paulo. O Carnaval de São Paulo foi sempre difícil. Não foi fácil, não. Foi sempre difícil. E, justamente nesse período, de sessenta e cinco, foi mais ainda, porque a coligação foi fundada no período, agora, agora nós podemos falar, mas num período de, de exceção. A ditadura, estava começando a ditadura do golpe de, de sessenta e quatro...

Você imagina o... É difícil porque nada se podia fazer. Tudo passava pelo crivo da censura. Tudo era censurado. Até oitenta e cinco, me parece, veja bem, o golpe militar vem em se, sessenta Sessenta e cinco é criado a coligação. prefeito, entendeu? Por uma divergência de, de Rei Momo aqui de São Paulo, dois Rei Momos brigaram, um com o outro aqui, nós não tínhamos Carnaval, mas tinha, nós tínhamos Rei Momo. Um deles, o, eh, que o, que era o oficial, uh, o Rei Momo oficial do Carnaval de São Paulo, era funcionário da prefeitura. E o era o vice, eh, Rei Momo, o vice-rei, uh, o primeiro-ministro, nós falimos, falávamos, né? Porque antigamente a corte tinha o, tinha o primeiro-ministro. Ele brigou com, com o e criou um outro rei momo. Veja bem. eu vou colocar um outro rei momo, não sou mais e tal. E fez uma festa... com a prefeitura para entregar a chave da cidade, em sessenta e cinco. sessenta e... e seis, aí saiu no jornal. Naquele tempo a dita, a ditadura no era, era rigorosa, né? Inclusive com a imprensa. E a imprensa aproveitava esse, esses momentos, eh, sutis, né? Para poder o poder constituído. E quando foi feita a festa da entrega da chave da cidade, sai em São Paulo assim, entrega a chave da cidade ao falso Rei Momo. Nossa, faltavam quinze dias para o, para o carnaval. Faltam quinze dias. não faço mais carnaval.

Foi um desespero. Foi um desespero. Os que estão vivos aí, o pode contar isso, o pode levantar essa história. Foi no desespero dos, com os presidentes, que eles queriam... Já tinham tudo preparado, organizado, esperando a verba que viria, a ajuda que viria, e foi tudo cancelado. Então, esse Carnaval de sessenta e seis foi vendido para uma firma, eh, de, de refrigerante aqui de São Paulo. Adquiriu o Carnaval, deu uma, uma ajuda, uma ajuda muito modesta e fez o Carnaval de

Aí, eh, veio, veio uma verba para fazer o carnaval através do governo do Estado. As escolas não estavam organizadas em unidades, sem estatuto, sem registro, sem, sem documentação, e elas não puderam receber. Foi por, para, foi para uma rádio de São Paulo, uma emissora de rádio, que recebeu, pagou um cachêzinho também pequeno às escolas e fez o carnaval de Passando o carnaval, alguém comentou, olha, precisa, falou, vocês para receber a verba do governo, ajuda oficial, tem que, tem que estar unidas em uma, em uma entidade. Por que vocês não procuram alguém para... Aí, com, alguém lembrou do nome do, que naquele tempo fazia a Rádio Bandeirantes, era radialista. E queriam, ãh, saber se ele podia aceitar... encabeçar uma enti, uma entidade. Não, tudo bem, isso, isso eu encabeço, se eu levar meu, para o pessoal, uns amigos meus, e que o carnaval seja, seja na São João. Isso o falando para o pessoal do samba. Aí... Tudo bem, vamos aceitar o, a, a imposição dele e vamos até o novamente. Nós tínhamos um amigo chamado, que se dava muito com o. Ele falou, olha, eu vou marcar uma, uma audiência com o e vai, vamos todo mundo lá conversar com ele, ver se ele está proposto a fazer o carnaval de São Paulo. Aí, quando nós fomos, a equipe toda foi, o foi e virou assim Estavam todos os, os, os sambistas lá, todos, todos os principais.

Falou, olha, com vo, com você eu faço o carnaval. Agora, eu quero fazer carnaval. Isso em sessenta e sete, para fazer o carnaval de sessenta e oito. Com você eu faço carnaval.

um instantinho.
Esqueci de desligar.

É que, o que, voltando um pouquinho, eu queria que o senhor falasse assim, quando o senhor entrou para, para o samba, né? .ue o senhor estava na escola técnica e conheceu o, eh, qual foi o cargo que o senhor entrou sabe? Como é que...h, tranquilamente. Eh, presidente

tinha outro, tinha o secretário que não me lembro agora, acho que era o próprio. Eu era tesoureiro, tá? Eu digo sempre, não tinha dinheiro, mas tinha um, um tesoureiro. A gente não tinha nada, tinha uma sede só. Então, essa, essa, essa, essa entidade tentou fazer o carnaval, tentou fazer, como eu disse a vocês, tentou organizar o carnaval, eh, fazer com que as escolas desfilassem organizadas. O que é isso? Carnaval organizado, que nem se fala até hoje. É horário de desfile, jurados, local para, para Tanto é que o, que o, o disse assim, só aceito ser presidente se o desfile for na São João. O primeiro desfile da federação foi na Avenida São João.

Então, a, a organiza, eh, ah, a chamada organização, a coisa organizada de Samba, parte por aí. Organização.

horário para começar, que não tinha horário, as escolas não eram, ah, a lei é horário, não tinha, passava a hora que, que queriam pelas ruas da cidade, as que passavam, não tinha julgamento assim, cabine para julgamento, não, não, não tinha pro, proteção para, para as pessoas, misturava escola de samba com pedestre, com, com povão então, eh, era uma coisa terrível. Tem a questão, tipo, de captação de recursos, não sei... , não é? Os recursos antigamente era coisa, hum, terrível, porque as escolas não tinham recursos, pro, as pessoas no, normalmente frequentavam as escolas, agora, agora você tem pessoas com certo poder aquisitivo, antigamente não, eram mesmo pessoas que vinham da camada baixa mesmo, da população carente. Então, eh, uh, o recurso vinha, da contribuição de amigos. Até aquelas coletas que se faziam em taças, passavam pelas ruas pedindo, pedindo, como se fosse esmola, era... Era feito assim. Não existia verba para esse, para carnaval. Quadra, então, quando se, quando nós falamos, quando eu falo, falo que, que as escolas tinham que ensaiar em uma quadra, eu quase apanhei. Porque elas não sabem. O que, que, que, que é isso.

Ensaiar... Então nós fomos, tivemos que levar alguns sambistas para o Rio de Janeiro para conhecer uma quadra, para depois ser, ãh, criado em São Paulo. O seu, senhor foi a primeira quadra fechada aqui em São Paulo.

A escola ensaiava na rua. o senhor conheceu o Carnaval do Rio quando, assim, como é que foi?

Não, eu comecei, primeiramente, aqui, depois eu... Fui lá para ver, porque nós quisemos buscar no Rio subsídios. Tivemos que ir ao Rio buscar material, porque São Paulo não tinha know-how de Carnaval. Então tivemos que trazer muitos sambistas de lá, mas muitos, muitos companheiros de lá para. Ainda hoje, eh, você encontra muitos carnavalescos, ah, ãh, cantores, principalmente, e artistas, artistas plásticos. Do Rio, e trabalham em São Paulo.
Quando você entrou para a, para a escola, qual era o, quem fazia o enredo?ós tivemos...
que fez o próprio alguns enredos. Tivemos... Tinha a na, na Peruche, fazendo. que era do Rio, fez alguns enredos. Também, era cantor também. O, o, o, que era da, da Nenê, que fez um enredo, Casa Grande de Senzala, que foi o que fez.
O senhor mesmo não era de escola, né, senhor ?ão, não era, não tem, não.
num, não, eu nunca fui de escola de samba.
Só das entidades?
Só das entidades. A escola propunha em tema, ou...? escola...

Normalmente faz uma reunião, né? Entre os componentes e procura... Atualmente isso, é, enredo, eh, comerciais, aí, me, e me dá um dinheiro aí. São chamados esses enredos. Buscam subsídio, né? Para poder fazer uh, o desfile. Porque está muito caro, é uma, é um, é um, é um espetáculo caríssimo. Só quem está lá dentro sabe o quanto custa. você montar um espetáculo de, desse tipo. eh... Por exemplo, mas está muito caro. Não é que está muito caro. É que você tem quatorze escolas de samba, cada escola é um teatro. Você assiste quatorze peças no mesmo dia, ou sete peças no, no, no mesmo dia. Isso, você, com, comparando com o teatro que você paga cinquenta, sessenta reais, você paga... Quarenta e você tem sete espetáculos
diferentes, na mesma noite. a bateria da escola, como era no, no comecinho, quando você entrou?
Bom, São Paulo tinha um ritmo próprio, né? São Paulo sempre teve assim, buscando, eh, ãh, instrumental, instrumentais pesados, né? Como se diz... ãh, Piracicaba, esse, esse, esse, esse ritmo as escolas usavam aqui em São Paulo, usavam mais ou menos isso. Com essa, tal de globalização, indo ao Rio, muito, muito, Rio, misturou tudo. Antigamente, você ouvia uma bateria, Vila Maria, vem vindo lá, você, pelo som da bateria você conhecia. Vila Peruche, você conhecia, agora não, não dá para você
identificar mais. seu, seu, no, quando o senhor entrou, eram muitos componentes?ão.

ganhou três carnavais com cento e oitenta No começo, nós co, a federação

com dezesseis escolas.u tenho, eu trouxe...

vocês um relatório, vão ver as escolas que fundaram a federação, que tem aí. seu ...ois não. Eu vou pedir a você, mais uma vez, um Tenho, eu tenho... sobre quantas nós temos aí. Ela perguntou
sobre os cordões. Não, os cordões.
Bom, é, é...ssa coisa, aí, bom pode fa, pode falar.

Completa a per, a pergunta. Bom.articipou dessa época?) nós, nós, nós, nós estamos falando da federação das escolas de samba e de carnavais de São Paulo. Na ver, eh, quando... ah, foi criada a fe, a Federação, nós tínhamos aqui três cordões, Vai-Vai, Camisa e Fio de Ouro. Que esses co, esses cordões, por exemplo, a Vai-Vai foi, foi fundada em, em mil novecentos e trinta. Considerada agora a esco, a escola mais antiga de São Paulo. Mas foi cordão até Por isso, ah, eh, a gente sempre, eh, re, repu, repudia o que fez a federação. Quando autorizou que os cordões se transformassem em escola de samba. Por que, ah, os cordões fizeram isso? Porque toda o, todos os eventos, to, todas as festas, só se falava escola de samba. Escola de Samba, e os cordões ficaram de lado. Então isso causou um... Um aborrecimento muito grande para a federação. Aí eles pediram, os três presidentes, o, o seu, o seu e o, o, pediu, fizeram os, um pedido para que a federação autorizasse que em setenta e dois desfilasse como Escola de Samba. Foi o nosso erro que acabou a tradição de São Paulo. Nós não temos tradição de Escola de Samba. Escola de Samba não é tradição paulista, paulistana. Paulista, digo. Tradição nossa, são, são os cordões. E acabaram. O, o está tentando levantar um cordão aí, tentou levantar, mas não sei como é que está. Mas a tradição de São Paulo são os
cordões., seu ...ois não.ocê poderia contar como funcionavam os cordões?
Bom, a diferença é fácil de, de ver. Êh... Quando eu desfilando, você via na, logo na frente um, um baliza, ãh, vem aquela corte, o rei, rainha, dama, elas todas, coisa que Escola de Samba não tem. Escola de Samba tem o abre alas, a comissão de frente, ala de baianas, ãh, a bateria, e vem o, depois uh, o enredo conforme a proposta que tem o carnavalesco. Mas os cordões eram fáceis você, você perceber que é um cordão. como é fácil você perceber que, que é um bloco. Muito fácil isso. Mais ou menos, porque os, os blocos, ãh... Tem, eh, tem, tem também o seguinte, tem, tem, tem, tem bloco que mistura com escola de samba, fica esquisito. Tem até bloco de enredo, ãh? Bloco de enredo, tal. Você tem que ter uma, ficar meio, atento assim, porque alguma coisa você tem que perceber. Aonde? Logo que você ver, perceber que não é uma bandeira, é um estandarte, você logo percebe que é um bloco. É facinho, não tem problema.
Seu, vamos voltar um pouquinho mais, da história do senhor, assim, da sua profissão. Uh, eu estava dando uma olhada e o senhor falou que era jornalista, radialista. Como começou, ah, o seu interesse pelo
Eu comecei na, na Rádio Record em mil novecentos e Já fazia rádio, eh, eh, fazia ge, geral, né? Lá. E rádio... Rádio, o tipo de, o rádio de antigamente era muito dinâmico. Você tinha que fazer, escrever, falar, digitar e ir para o microfone fazer uma, escrever e ir para o microfone. Aí eu comecei. Até agora, fazendo essas coisas aí.
E o senhor entrou como? Como que foi o seu primeiro contato com a rádio?
Ah, eu tinha um amigo que me levou para lá Acho que foi o, o, não me lembro bem agora, faz muito tempo. Fui convidado a
A fazer rádio. você fazia programas?
Fazia, fazia, fazia. Radio jornal, fiz, eh, radionovela da, de São Paulo, fiz uma porção de coisa. Fui plantonista e, uma porção de história em rádio. Continuo fazendo rádio ainda. Faço aí na cento e cinco a Rede
do Samba, que está no ar ainda. o quê que o senhor gostava mais de fazer no rádio?
Gostava muito de fazer musical, fiz muito musical. Fiz muito musical.

A locução era normal, tinha que fazer, né? Locução eu não, eu não go, eu não go, eu não gosta, eu não gostava, eu não gostava muito de fazer notícias, porque notícia, hum, ãh, antigamente era muito censurada, tinha que pedir autorização para colocar no ar, tinha que passar pelo chefe de redação. Pode, dar essa notícia? Pode, só assina.

E a radionovela? radionovela era do Teatro dos Negros, São Paulo tinha o Teatro dos Negros, fiz muito tempo isso.uantas Ah, minha filha, era uma equipe muito grande. Sonoplasta, não sei quem mais quem, e... Novelista, era um, muita gente.
Teatro dos Negros, você falou?
Rádio Teatro dos Negros. A rádio de São Paulo fez muito isso. O quê que era o Teatro dos Negros?ra um teatro...

contava um caso. Contava um caso. Uma história.
O quê que

E está vivo ainda aí. Uma voz muito boa. Vou ir lá eu de novo. Desculpe, pelo amor de Deus. O foi quem criou na, na Rádio São Paulo, uma emissora média, ãh? O Teatro do, do Negro. Aos domingos que funcionava, de manhã. Era como se fosse uma novela. Que, antigamente o rádio... O quê que é isso, ãh? De novelas de rádio, aquela coisa todo... O todo... E ele criou, trabalhavam os negros. Bons artistas, voz muito boa. Aí, é, dentro de algum tempo foi feito isso. Não, é rádio é fechado. O, o público só ouve. A rádio você sabe, o público ouve, e... E rádio é cabeça, você, você fala, o camarada sonha. Não, esse, esse, esse teatro era fechado, o teatro era como se nós colocamos aqui uma mesa, microfone pendurado e cada um tinha um papel para, para inter, in, interpretar. Agora, ãh, show de rádio é ou, é outra coisa. muito, eh, ãh, a Radio Cultura fez muito isso ali na, na São João. Luiz Gonzaga, Jair, o Jair Rodrigues é desse tempo. Jair Rodrigues...

É, muitas, muitas pessoas, inclusive para, era, o carnaval, é que era quando, quando a gente, faziam música de carnaval, marchas de carnavalesca, samba de carnaval, eles iam buscar, divulgar em rádio, porque, não existia a televisão ainda assim com essa força.
Até hoje em dia o senhor trabalha, né?
Ainda faço,

Escreve também, né?screvo um pouco.Eu vi, eu vi aqui que o senhor já trabalhou também em muitos circos.
Não, eu, eu comecei há muitos anos em circo. A minha escolinha para, para, aí, adentrar até o rádio foi o circo.

foi em mil novecentos e Não me lembro bem, acho que por aí, foi muito tempo.

Porque não, ãh, antigamente não existia escola de comunicação. Você aprendia trabalhando. E o que me levou para fazer algumas entradas em circo, apresentar shows. aí comecei. Era um, era, era um violeiro. Eh ,, eu fiz teatro caipira também, música caipira, coisa, coisa de louco. Ah, meu bem, passei por vários. Hum, em uma porção deles. Do, do e, e a eles, eles tinham uma, um, uma lona, eles falam, era uma lona, né?inha um mercado, né? De trabalho do circo, o pessoal de encontrava ali no Paissandu. No Paissandu, ali, tinha, tinha um encontro ali, o pessoal do Paissandu, contratava os artistas, era uma loucura. Toda segunda-feira. O pessoal se encontrava para contratar, para fazer o show na... Na sexta, sábado e domingo. Ali no café da São

senhor frequentava ali, ele tinha...?e vez em quando passava.) fazia ali também? É, tinha um porção deles.

Quem era mais o, o mesmo.

Você voltou a encontrar assim?ão, não, não, não é uh...
É, uh, é outro público, não é? Outro público. Outro público. Convenção?m Santos.oi em Santos.omo é que foi isso, assim?oi encontro de...

Isso

novamente. Não sei se é o, que cuida... ah, é o encontro, eh, dos Rei Momos. Nós fizemos em sessenta e qualquer coisa.ncontro dos Rei...

De .e São Paulo ou ?e todo... Do Brasil, alguns do Brasil, Brasil. Fazer, foi feito em São Paulo.

Nós trouxemos, com o apoio do prefeito Santos, na ocasião. Foi lá feito em Santos, Rei Momos de, do Rio, do Paraná, Aonde, aonde mais? Vários estados aí, eu não me lembro isso agora, né? Vários estados. Convenção do, dos Rei Momos. O que faz, o que fez isso? Discutir, ãh, composição de escola, passar mensagem, alegria, de como, ter rainha, não ter rainha, ter corte, não ter corte. Tanto é que essa convenção tirou esse primeiro-ministro, que não tem mais. Não tem mais, então. Não tem primeiro ministro mais. O cordão tinha rei e rainha, tinha rei Momo também?ão, sempre teve, Rei Momo sempre teve, esse, essa, essa figura deles, sempre... Sempre existiu.ual que é o papel dele?le é o rei do... Carnaval, é o... É o rei da alegria, ele é o rei Momo, o rei que... Da alegria, ah, a majestade e tal. E isso foi...) a bandeira no Ibirapuera? No Ibirapuera, com o, foi muito, muito bom.

Do rei e... São Paulo, fez, fez, fez, fez-se uma, fez um festival. O festival o quê que é? Trazer os, os pavilhões, aqui é Mangueira Salgueiro e tal.
Não? quem promovia isso era tudo, tudo através do
Não, aí, ãh, aí já, já a já a federação já estava presente. E, uh...

ele fazia a rádio Bandeirantes e a Bandeirantes... e, di, divulgava. Não, não era difícil porque a pessoa ia até, até o Rio, ou tal, e... E, entendeu? E...razia todo mundo para cá. Trazia...

Não, só Só a Deu? Conta até dez e entra. Eu digo, uh, uh, aos meus repórteres, conta ah, até mil e entra. É, fui várias vezes, porque Santos tinha um carnaval bem organizado antes de São Paulo. Santos foi um, uma cidade que durante muitos anos liderou o carnaval do Brasil, era Rio e Santos. lá, uh, teve, era o carnaval de cordões, né? Blocos. Blocos, muitos blocos.
Quem que eram os, os principais lá?
Os Chineses do Mercado, uh, a própria Tia Inês, o Bloco da Tia Inês, uma porção deles. A Brasil, a Escola de Samba Brasil, a Escola de Samba Brasil é uma das mais antigas. O Império, Império e Brasil... eram as três principais escolas de samba de lá. Desde a... Desde a, da Federação, desde sessenta e, o carnaval de, de sessenta e oito, que nós passamos a, a criar comissões de Carnaval. Para fazer o Carnaval de sessenta e... Foi no Rio de Janeiro, foi um, ah, um, uns eventos que teve, um evento que aconteceu e fui consagrado com esse troféu. Porque eu ia muito ao Rio de Janeiro, fazia muita ponte com o Rio de Janeiro. Durante muito tempo.

São poucos os jornalistas de samba, que cobre samba aqui em São Paulo, que vão ao Rio assim, vai e vem. Eu fiz muito isso durante muito tempo, muito tempo. Porque precisava trazer, buscar material e dar para o, para o passar para a Federação. O não ia. O também não ia ao Rio de Janeiro. O, menos ainda. Porque eles, num, eles eram, né? Então, eu, eu era o boy, eh, como é? Qualificado para isso.

Não, é o seguinte, eh, eh, é que o tinha nome, né? Era, na ocasião, ele era um, dos radialistas, um dos mais brilhantes radialistas na ocasião, ele tinha nome. Então, ele falando no rádio, o Rádio Bandeirante, tinha todo aquele volume de rádio, ele tinha um, uma aceitação, lógico, mas ele não se envolvia nessa parte de... Viu? deixa... Vai lá, faz, vá, vê o que precisa. E vai lá, tal, entendeu? Ele fazia isso.le foi presidente de quando até quando?té setenta e um... sessenta e sete
E sete... Até setenta e um. em setenta e um entrou o?

Na federação fui eu. senhor?ui eu. A federação acabou comigo. setenta e dois, setenta e três, por aí. Depois que foi criada a uéspi. A uéspi, eu me, nem me lembro. Eu fui da uéspi também. Eu fui... Eu fui vice do. Se você, <coughs> pegar lá a documentação, porque criou-se um, umas coisas de, de escola de samba, né? técnicas, aí... Aí eu saí, eles, eles colocaram uma, uma, umas comissões, até chegar a fundação da uéspi. Passados alguns anos, eles queriam que eu voltasse. Eu falei para o, para o, não, de maneira alguma. Mas vai... Alguém quer você, outras, outras pessoas que querem o. Precisamos somar ao Samba de São Paulo, que está dividido. Essas coisas todas... Eu falei, bom, se é para somar, vamos fazer isso. E eu Eu fiquei como vice e o como presidente. Você pegar, ah, você vai ver. Presidente, e vice-presidente.

Bom compositor, talentoso, bom, bom... compunha bem, bom sambista.ocê tinha uma relação bacana com ele?

Nossa, era muito meu amigo. Muito
meu amigo. tem algum causo para contar dele? Com ele?h...

Tem vários, vários. Nós conversávamos muito? Vários, samba. Nas rodas de samba, nas escolas, né? Na Vai-vai, na Peruche.

que acabou a federação, seu ?h, foi coisa...
coisa interna, coisa de... Que ainda hoje ocorre no samba.ntão, eu estava dando uma olhada no, no currículo que o senhor passou para nós e eu vi que o senhor...
acho que mais.

É sobre samba, né? Tudo... ligado a carnaval, escola de samba
e festas. é mais, mas é mais assim, em quais áreas do samba?ão várias.

São várias. Troféu Rio, eh, por exemplo. Esse, esse, esse, esse que eu recebi recentemente, o... O foi aquele jornalista que mataram o Rio. né? Então, eles, lá no Rio, eles fizeram uma pesquisa. São Paulo, quem, quem, quem escreve sobre samba, quem tem, durante o tempo. Tem que ter um período, né? Não pode ser... Aí, eu fui indicado... Mas eu nem, nem fui receber. Mandei minha correspondente, lá a, que foi buscar, receber. aquela revista aí, uh, o Samba e Carnaval, tem trinta anos, eu fui um do, dos primeiros jornalistas a escrever nessa revista. assim que a revista completou, me mandou. Ele falou, olha um troféu, porque você também fez parte da festa. Então, é assim, são várias, são vários setores e vários segmentos.
E qual que foi o que o senhor mais se emocionou?odos, ãh...
Todos eles têm uma, uma emoção, né? Não se pode dizer que é o, o mais. Todos eles têm uma história, né? Todos eles.

É uma ajuda. Veja bem, eh, por que escrever sô, sobre o samba? As escolas de samba de São Paulo, aqui em São Paulo, ah, a mídia não se interessa muito por essa arte popular. Não interessa muito. são poucas... São poucos jornais, os, uh, esses veículos, ah, a mídia impressa, que dá apoio às escolas. Quando muito, dá uma nó, uma, uma notinhazinha assim durante. Agora, quando é carnaval, é, aí é pauta, né? Durante os quinze dias que antecedem o carnaval, é pauta, então é matéria obrigatória. Passando isso, deu resultado, qualquer coisa. acabou. Então, ãh, nós que fomos a, da federação, o e da federação, achamos que isso devia ser constante. O samba não é, eh... é todo dia. Você pode dizer, vou fazer para... Não, o samba é diário. Você termina um carnaval e já começa outro. Agora, mídia tem que dar esse apoio, porque ela não dá. Você não vê rádio tocando samba enredo aí o... Você ouve rádio tocando samba enredo? Vocês ouviram alguma rádio tocando samba enredo após o carnaval?
Num tocam.
Não é um samba normal, não é um samba bonito?

Você já passa a, ah, eh, aí, ah, a conhecer o enredo, já passa a desenhar figurino. Quem vai competir tem que fazer isso, entendeu? Tem escola que tem enredo, já três ou quatro enredos pro, uh, programados, porque
carnaval seguinte.) seu, se você fosse, assim, você que é um conhecedor, um dos maiores conhecedores do samba...ão sou um dos mais, não.
Não sou um dos mais, não fala assim, não. Conheço um pouquinho.
conhece um pouquinho da história do, do samba. De hoje para quando o senhor começou, assim, que fases que você vê que o samba paulistano está passando, assim, que passou e está passando? Teve a época do, dos cordões, aí dos cordões, né? Teve ah, as escolas, e aí quais são as outras mudanças que você acha que foram referenciais nesses últimos tempos?
Bom, hum, na estrutura do Carnaval de São Paulo, com a construção do sambódromo, acomodações para o, para, para o público, né? Eu achei interessante. Agora, e, o que, o que está faltando, que eu acho mais, apoio às escolas chamadas postulantes, as escolas menores. Eu acho que devia o, não sei. Quem? Não quero, citar nomes, sei lá, Olhar mais para o carnaval de bairro, carnaval junto às comunidades, dar mais proteção a isso aí. Não só isso, fora o carnaval, fazer um, dar esse apoio. Porque não é fácil, a verba atrasa, é uma, uma Uma loucura. É uma loucura. Acho
que tem que ser feito por aí.ocê acha que agora se tem uma desatenção maior com as escolas, então?u...
Eu acho que devia ter. Não.

Eu acho que devia ter sempre. Não é só antes, tinha mais ou menos. Tem que sempre. É cultura do povo, é o povo. É uma, é uma, manifestação que vem do povo. Entende? Devia ter muito mais.

Está crescendo.

A juventude está chegando. As pessoas estão... Mas ainda é pouco.
Se encontrando?
É, tem muita história, né? Tem escola que, que nasceu do, do time de futebol, outra que a filha pediu para a... Ah, a Leandro de Itaquera. A filha, quero um presente. Quê? O que você quer? O que você quer minha filha de presente? Me dá uma escolha de samba. O pai criou a escolha de samba. Vai por aí afora. Tem muitas. É, hum... É difícil você dizer como nasce. Se o e eu, o, mais alguém, vamos? Vamos, vamos lá. o que começa, começa Isso aí vai embora... De repente está crescendo aí.

musical? Foi, foi. Foi.omeçou em musical?) Faz tempo, foi em setenta, por aí, mais ou menos. E foi encenada ela?oi encenada...

Foi encenada, ah, correu algumas cidades do, do interior, foi por aí.
A gente vai terminar por hoje.
Vamos terminar, foi um prazer. Não, e marcar, o sabe aonde, onde me encontrar, tem meu telefone, direitinho, só marcar e a gente agendar.
Agradecer pelo, agradecer também pelo projeto.u me, eu fico honrado em poder
desse projeto e sempre que eu puder, você, vocês podem contar com a minha colaboração.